Mil novecentos e cinquenta e sete. Qual que é a origem da
Conta um pouquinho da sua família, dos seus avós, dos seus pais, dos seus irmãos.

Pela parte paterna, eu não tenho muitas informações. Tem informações muito desencontradas, que meu avô era protético, mas ãh eu não cheguei a conhecê-los. Inclusive, meu próprio pai perdeu os pais muito pequeno.
Boa tarde.
Boa tarde.
Você pode dizer seu nome, nome completo, data e local de nascimento?

cinquenta e sete. Conta um pouquinho sobre a origem da sua família, dos seus pais, dos seus avós, seus irmãos.
A origem do papai, eu não tenho assim, muitos dados completos.

Tenho assim, vaga informação que meu avô paterno era protético, é... que minha avó era de descendência indígena, mas assim, informações não muito completas, porque papai também não chegou a conhecer muito os seus pais.

Você, é, tem irmãos?

Nós éramos em... seis irmãos. Dois já faleceram, os dois mais novos, um irmão e uma irmã. E eu tenho três irmãos mais velhos. Desses seis, eram duas mulheres comigo e qua

era a sua infância? Você passou a sua infância

Foi maravilhosa. É aquela infância que eu não troco por nada desse mundo. Inclusive, eu vivi muito em espaços que eram como chácaras, né? Uma cidade do interior, com quintais muito grandes, onde a gente corria, tinha árvores, tinha frutas. Então, todas as frutas que hoje eu vou comprar no mercado... lá eu apanhava diretamente no pé. Então, acho que minha infância foi muito saudável, foi muito rica, buscava leite na chácara.

E, assim, é uma infância que eu não troco por nenhuma outra. Inclusive, hoje eu tenho uma filha e o máximo que eu podia eu levava para o interior para ela vivenciar um pouco toda essa essa história que eu vivi.

Você veio sozinha?
Eu fiquei morando com o meu irmão que já estava casado.
Fala um pouquinho então agora da sua família atual.
A minha família atual é eu e minha filha, diretamente, né?

Ela está com vinte

Eu ãh vim para cá em mil novecentos e setenta e cinco, né, para estudar, naquele tempo era o vestibular unificado, tanto as universidades públicas como as particulares, era um vestibular único, dividido por áreas, né, que eram as ciências matemáticas, ciências biológicas e ciências humanas. e eu havia, fiz a opção pelas ciências humanas, que o meu interesse era fazer jornalismo, era estudar comunicação.

Na faculdade Anhembi não tinha jornalismo, Então, dos cursos que mais se aproximavam ao jornalismo, na época, uma análise que eu fiz era editoração. Então, eu fiz o curso de editoração.

Isso já era três de setembro de
setenta e nove. Você já já iniciou a contar para gente a sua história da entrada

você acha que despertou o seu interesse por essa área? Olha, na verdade
Ãh, o meu sonho era fazer medicina, né. Meu sonho de de infância, de de adolescente, era fazer medicina.

E papai ter que me manter. E acho que o que influenciou muito essa minha escolha é que papai, por ser professor, ele também escrevia para o Jornal da Cidade. Então, muitas vezes eu até ajudei a revisar textos. E o fato de escrever, e papai sempre... incentivou muito a leitura, fazia com que a gente lesse muito. Em casa tinha uma uma biblioteca imensa, papai assinava os jornais todos e revistas da época. Então, isso era muito rico, né, em termos de conhecimento.

sempre corrigia muito, né, alguns erros de língua portuguesa que a gente cometia, talvez por essa influência.

Talvez acho que também isso influenciou na minha escolha quando eu fui fazer opção pela faculdade.

Então, ela prestava serviços na vendas de publicações da Abril, das coleções da Abril. Então ela começou a decair, tanto é que meses depois que eu me desliguei da empresa, ela acabou fechando. E é tão engraçado, né, essa passagem, porque eu voltei a procurar um antigo gerente no abril,

E eu procurei, ele disse que ia verificar uma, se haveria uma possibilidade E, nesse meio tempo, também não podia ficar desempregada, eu tinha que me manter, né, apesar de morar com meu irmão, mas eu também tinha minha vida, queria continuar estudando. Eu fui procurar emprego.

Em que ano foi isso?
Foi em mil novecentos e setenta e nove, em agosto de setenta e nove, eu passei por todo esse processo de seleção e fui admitida no dia três de setembro de
e nove. Você já entrou como editora?
Não, eu entrei no senaque como escriturária. Eu comecei num cargo bem... Na época, eu também trabalhava como escriturária, né? Então, eu entrei no Senac como escriturária.

<laughs> Por isso que eu falei, uma ironia do destino, né? E assim, eu gostei do trabalho do Senac, aquilo assim, por um mês, mas eu achei que tinha, assim, era uma coisa apaixonante.

Não sei se eu fiz a melhor a melhor escolha, mas enfim, <laughs> foi a escolha na época, né? Eu optei por continuar no senaque
E quais outras atividades, quais funções e atividades você foi desenvolvendo nessa sua trajetória de trabalho?

E, seis meses depois que eu fui admitida no senaque, teve um recrutamento interno, por eu ter o curso superior que eles exigiam, nesse recrutamento, eu acabei prestando, conversei com com o meu coordenador e esse com a gerência, o gerente da minha área, da minha unidade, e Acabei fazendo esse recrutamento, não fui admitida para a vaga, mas foi feita uma observação pela área de pessoal, que pela minha formação, pelo meu conhecimento, eu poderia ter um cargo acima do que eu estava exercendo. Então, eu passei a assumir, ainda na área administrativa, um cargo de auxiliar administrativo, e não mais de escriturário, que era um cargo superior ao que eu estava no momento.
E você participou de alguma de alguma forma desse programa da Uniforte, dessa desse programa social que o Senac tinha na época?
É, na verdade, ãh, toda a área administrativa da unidade móvel de formação e treinamento, que a gente usava muita sigla Uniforte, né? é... Era o pessoal mais de retaguarda e de apoio. Tanto é que o meu trabalho específico era de apoio ao setor técnico. É... O senaque, nos anos setenta, ele tinha, sim, uma divisão... muito percebida, que era a área administrativa e a área técnica. Então, a área administrativa era de apoio, era de acompanhamento ao setor técnico. Então, tinha os assistente da direção, tinha os coordenadores técnicos e tinha os orientadores de unidade móvel, que a gente usava a sigla também, e o senaque usa muita sigla, né, que era o ó um, que era o orientador de unidade móvel. Eles eram conhecidos como E, na época, eu trabalhava com a coordenação técnica. Então, eu acompanhava muito de perto o trabalho que era desenvolvido, no sentido assim, de preparar material para eles levarem para campo, no sentido de fazer relatório das atividades que eles desenvolviam. Então, eu acabava me envolvendo também com com o trabalho mais próximo. E assim, participação, ãh, em eventos era bem mais difícil, porque nesses primeiros anos que eu entrei, as unidades, né, as equipes trabalhavam muito em unidades do interior. Então, onde o senaque não tinha unidades fixas, eram as equipes móveis que iam atender.

Na verdade, assim, meu primeiro contato, meu primeiro contato... consciente, né?

Tanta coincidência, né? Eu falei que acho que, assim, eu já estava predes predestinada <laughs> a trabalhar no Senac. Porque em mil novecentos e setenta e três, foi quando começou a atividade da Uni forte, ela foi criada em março de

Então, eu fiz um curso de relações humanas no trabalho. Não me lembro agora o nome do docente, né, mas cheguei a conhecê-lo depois que eu entrei no se na qui em setenta e nove ele ainda era funcionário da Uni Forte.
E como que você via essa proposta desse trabalho Se na que e com a Uni Forte Um pouco quanto aluna e depois você trabalhando diretamente com esse corpo técnico. O que que você Qual é a sua percepção, o que você achava dessa proposta? Olha,
Eu... até porque eu me beneficiei dela anos antes, eu achava uma proposta muito enriquecedora, porque você levar capacitação profissional na área de comércio, e já estava iniciando também serviços, né? para pessoas que financeiramente não podiam, é... se preparar, se capacitar para desenvolver uma profissão. Então, essa ação do se na que de fazer com que equipes se deslocassem a municípios Onde não tinha tantos recursos, se instalasse lá e com apoio de associação comercial, da prefeitura local, de colégios, enfim. Normalmente as equipes chegavam e fazia toda uma abordagem na cidade, né, para buscar espaço para desenvolver os programas, então sempre tinha parcerias com os órgãos da região Lions, Rotary associação comercial, sindicatos, para que eles pudessem desenvolver esse trabalho. E, em contrapartida, a população era beneficiada, porque todas as pessoas acima de quatorze anos podiam se preparar com cursos, e no caso os adultos também, no sentido de ter um, ou uma profissionalização ou um aperfeiçoamento. Então, se era um curso de cabeleireiro, então tinha um curso de cabeleireiro que era de aperfeiçoamento, então profissionais da cidade podiam se aperfeiçoar, podiam saber o que estava acontecendo, então fazer uma reciclagem. Então, isso para mim, assim, eu acho que foi isso que eu me apaixonei e acabei optando pelo se na que Num mês eu consegui perceber, e por ter participado também, ter feito um curso, e ter amigas que fizeram outros cursos, é, tinha senhoras que fizeram cursos de cozinha na época, e assim, a cidade pequena você conhece, né, todo mundo. Então, isso para mim era uma coisa, assim, gratificante. Eu acho que era um trabalho gratificante. E foi para mim assim uma paixão, poder trabalhar, poder dar suporte a essas equipes, poder acompanhar o trabalho que eles faziam.
Depois, você continuou nessa atividade, nessa nessa função?

oito anos que eu fiquei até mil novecentos e oitenta e sete na Uni Forte, né, é... E sempre como apoio ao setor técnico, fazendo uma série de ações. Já no início dos anos oitenta, a Uni Forte, é... passou a desenvolver programas bem mais voltados ainda à periferia, né, trabalhar com populações efetivamente carentes. ela deu meio que uma reorganizada nos seus objetivos, isso também com a mudança da administração regional em novecentos e oitenta e quatro, e aí a Uni Forte passou a trabalhar especificamente com populações de baixa renda. Nessa época, nós tínhamos também outros projetos, que era o projeto monitoração, que era trabalhar com alunos da rede pública, tinha o projeto pré-profissionalização, que também era um programa junto com a Secretaria de Educação, para preparar e profissionalizar alunos da rede pública, que já estivessem cursando naquela época, era o curso colegial, né, que hoje é o ensino médio. Então... tinha assim, várias ações voltadas para profissionalização e capacitação profissional. E já entre oitenta e dois e oitenta e quatro, esses objetivos foram bem mais focados para trabalhar com populações de baixa renda. E aí, assim, existiam duas clientelas distintas. Existia a a clientela do se na que, que eram os adultos, que eram preparados para atuar no mercado formal, então ãh... foram criadas na época todo um trabalho de preparar essas pessoas, não só para fazer aquilo que eles sabiam, ou se era um cozinheiro, ou se era um cabeleireiro, mas no sentido também de prepará-los a administrar o seu próprio negócio. E tinha o público jovem, que eram a adolescentes entre quatorze e dezoito anos, que também tinha todo um programa que era essa questão da profissionalização, para inseri-los no primeiro emprego no mercado de trabalho.

Na verdade, o se na que sempre desenvolveu ações sociais. Ele foi criado, né, digamos assim, com esse objetivo. Ele foi criado com o objetivo de, ãh, subsidiar a população, como ele foi criado em o todo o território nacional, de dar suporte, de formar profissionais para a área de comércio e serviços. Só que, sim, a... Uni Forte, ela era a unidade que prestava maiores serviços para apra essa população de baixa renda e onde o Senac realmente realizava o seu trabalho de responsabilidade social. Então ele canalizava, através das ações, a Uni Forte e a realização da sua ação social.
Esse meio tempo você acompanhou também a criação do cê cê tê, depois a criação mais tarde do Conta um pouquinho para a gente, assim, além da sua trajetória também, depois da Uni Forte, como que você acompanhou, o que você vivenciou?
Na verdade, eu vivenciei um pouco essa mudança do foco de, no começo dos anos oitenta, a Uni Forte ficar mais focada realmente no segmento de população de baixa renda e tendo uma ação socialmente mais consequente. Aí, ãh, isso aconteceu e foi num crescente, eu saí em oitenta e sete

E, ãh, portanto, também a Uni Forte seguiu esse padrão de nomenclatura, mas as assoações continuaram e, assim, como eu disse, ãh, ela passou ainda a reforçar mais o seu papel social e aí começou também a ter todo um trabalho de educação e ação comunitária. Então, não eram só os cursos, mas tinham todo um trabalho junto às comunidades, é.. de preparar profissionais para atuar, né, como como agentes comunitários. Então, ela também começou a preparar pessoas e aí foi num crescente, né, até assumir também depois a a nomenclatura de terceiro setor no ano Então, lá foi num crescente de começar a preparar pessoas para que essas se multiplicassem, fossem agentes multiplicadores nas suas regiões, sejam como agentes comunitários, fossem, é... como... Na verdade, a unidade começou a se envolver também com organizações do terceiro setor, organizações não governamentais, e nesse crescente, então, começou a preparar pessoas também para que essas fossem multiplicadoras nas suas regiões.

A minha trajetória, ãh... depois da Uni Forte, o que aconteceu, Houve uma seleção, sempre tinha recrutamentos internos, né, o se na que já tinha essa política de recrutar internamente os seus profissionais. e e como eu disse anteriormente, existia uma linha divisória entre setor administrativo e setor técnico. Então, dificilmente quem estava desenvolvendo um trabalho na área administrativa conseguia ter uma passagem para a área técnica, ou você já era contratado para atuar na área técnica ou então você ficava na área administrativa e aí tinha todo um desenvolvimento também na área administrativa O que ocorreu em oitenta e sete, aí eu já estava casada, já tinha minha filha, já tinha ficado, já estava viúva, eu achei que era o momento de incrementar um pouco mais, profissionalmente, aí já tinha também feito o curso de relações públicas, já uma nova graduação, já tinha terminado a minha segunda graduação, né,
a segunda graduação. De que ano a que ano você fez a pós-graduação?
Eu, na verdade, assim, eu fiz graduação em editoração, foram quatro anos, depois foram mais quatro anos de relações públicas. Eu entrei novamente, eu prestei vestibular novamente, outra graduação.

Então, foi de oitenta, oitenta e quatro, mais ou menos, oitenta e E assim, ãh... diante das possibilidades que o se na que nos propiciava de ter um recrutamento interno, eu fiz uma tentativa de de, talvez pela minha formação, pela experiência que eu adquiri, pelo conhecimento que eu já tinha da atuação da empresa, eu acabei participando de um recrutamento interno para a área técnica, né, e fui aprovada.

e fui trabalhar com com programas voltados para empresários, gerentes, diretores de empresas. Então, assim, foram dois extremos. E é tão interessante, né, perceber essa mudança e as várias formas que o se na que atuava. Porque, de um lado, você tinha todo um trabalho com população carente, todo um trabalho social, e, do outro lado, você tinha a formação realmente empresarial.

e manteve, mas assim, de uma forma ãh bem menor, a sua atuação acabou tendo uma diminuição muito grande, porque as empresas com a perda desse incentivo também acabavam não treinando um volume maior de funcionários, a não ser aqueles treinamentos que eram realmente necessários, específicos, né, sem pensar numa promoção maior do conhecimento das suas equipes.
E aí você desenvolveu várias atividades também.

Então tinha toda uma produção do material, então eram cursos específicos, às vezes o docente tinha um curso por ano, né, era um grande profissional convidado para desenvolver aquele curso, que nós chamávamos de docente carta convite, ele vinha a convite do se na que para desenvolver um curso para gerentes, para diretores, para supervisores. E, ãh, normalmente eles traziam material que era distribuído depois, como um material didático, um recurso de ensino, né, na verdade uma síntese do curso, ou um material complementar, ou exercícios. E eu comecei a trabalhar um pouco com a editoração desse material. que às vezes eles entregavam uma folha ou meia dúzia de páginas manuscritas, e aí eu comecei a dar um pouco mais de formato e dar um pouco mais de qualidade, né, a esse material que os próprios docentes traziam. E aí foi num crescente, participando dos cursos, depois também contribuindo com análise e avaliação de alguns cursos novos, de alguns docentes novos,

Aí comecei também todo um trabalho de ajudar a elaboração dos programas. Então, é, todo o planejamento, nós tínhamos... trezentos ou muito mais cursos, títulos de cursos por ano. Então, tinha que receber o docente, conhecer um pouco do seu currículo e fazer uma avaliação do curso que ele queria desenvolver, se era viável mercadologicamente, se haveria uma procura, se precisava preparar esses profissionais realmente nessa área no mercado de trabalho, se o mercado estava pedindo um um maior conhecimento nessa área, enfim. Então, já era um outro tipo de trabalho que exigia muito mais conhecimento de de mercado de trabalho, do futuro das profissões. Então, foi um trabalho assim, que foi muito rico para mim também. Foi uma experiência bastante interessante e que me fez crescer profissionalmente. Em mil novecentos e noventa, como eu disse, com o governo Collor e como houve uma queda na procura de cursos e foi restrita um pouco a área de desenvolvimento empresarial, eu acabei, como demais colegas, sendo transferidos para outras áreas. E aí em maio de noventa eu fui para a gerência de valorização profissional. E naquela época, é, estava começando um processo de implantação dos núcleos de comunicação e informação, que hoje são as bibliotecas se na que Então, eu participei de todo o trabalho e, assim, colaborei na implantação desses espaços. Num primeiro momento, a gente estava implantando esses espaços nas áreas especializadas, que o se na que trabalhou até dois mil e quatro com as áreas especializadas.
E essas áreas eram quais?
Olha, nós tínhamos doze, sempre circulava entre onze a treze áreas especializadas, é... Nós começamos em oitenta e quatro com línguas, informática, era publicidade e propaganda, que depois mudou a a a nomenclatura para comunicação e artes, ãh... idiomas. Depois nós tivemos, é, nós tínhamos moda e decoração, na verdade era beleza, moda e beleza, depois passou a ser moda e decoração. Por isso que eu falei, sempre eram onze a treze áreas. Era ação comunitária, né, educação e ação comunitária, que era antiga Uni Forte. Ãh, acho que eu esqueci, né, <laughs> de uma série delas aí. Propaganda, publicidade, idiomas... Informática, saúde. Nossa, a saúde era uma área super forte. Saúde, decoração, beleza. Depois tivemos educação, varejo, administração. Acho que não esqueci <laughs> de citar nenhuma delas. Hotelaria e turismo, está vendo? Também é um carro forte do se na que uma área forte

Então, era centralizado toda a documentação se na que Então, os funcionários que queriam e tinham interesse numa revista, num livro, num jornal, enfim, faziam uma solicitação a essa área de documentação. e, era veiculado através de de de correspondências internas, que foram adquiridas tais publicações, e as pessoas faziam esse intercâmbio e era disseminado dessa forma, ãh, tudo que tinha de novo no mercado, nas diversas áreas no sentido realmente de de manter o seu quadro atualizado. seja a área técnica, fosse a área administrativa, então o se na que sempre teve essa preocupação de manter a atualização de seu pessoal interno.

Então tudo que era da área de idiomas foi para a área de idiomas, o que era da área de informática foi para a área de informática, para a área de saúde foi para a saúde, então criou-se esses núcleos nas unidades especializadas. E, a partir daí, começou a ampliar todo esse trabalho e cada núcleo tinha uma certa autonomia de atuação. Então, teve núcleos que fizeram um jornalzinho, além de como forma de divulgar tudo o que era adquirido. E esses espaços foram crescendo e foram... se ampliando em termos de não só do do material bibliográfico como também com vídeos e depois aumentando, colocando computadores à disposição dos dos clientes. Enfim, cada um foi tendo uma característica de acordo com com a área. E aí eu participei desse processo de implantação desses espaços.
E a sua atuação era treinamento dos profissionais, logística do acervo?
Olha, na verdade, um pouco de tudo. Um pouco de logística, um pouco de treinamento das equipes, ãh, um pouco de trazer pessoas externas para dar palestra, no sentido de uma atualização ou de um aperfeiçoamento do trabalho que eles faziam, desenvolviam. Então, assim, na verdade, a gente estava também começando a estruturar isso, para a gente também tudo era muito novo, né? Tinha a coordenadora de todo esse processo, que tinha uma formação, ãh, na área, mas mesmo assim a gente também estava adquirindo um novo conhecimento aí e foi uma experiência gratificante também. Que, na verdade, acabou resultando ãh... em mil novecentos, esse processo e acompanhei até

A gerência, que na época já era a gerência de de comunicação, que também teve umas umas mudanças de nomenclatura e um pouco de foco, que eu falei que em noventa eu fui para a gerência de valorização profissional. Em noventa e um essa gerência já assumiu outras funções e passou a ser gerência de relações institucionais, que era a famosa gê erre i Em noventa e quatro ela assumiu a titulação de gerência de comunicação. E quando ela assumiu gerência de comunicação e passou a atuar mais diretamente com a área de comunicação, de relações institucionais, deixou de ter a coordenação dos núcleos.

que tinha, além do papel de promover cursos na área de educação, para a população externa, também tinha a responsabilidade de responder internamente pelo processo educacional dos próprios funcionários. Então como os núcleos de comunicação e informação faziam parte de um processo de aprendizagem, não só de funcionários que eram espaços que existiam para promover um conhecimento, também era um espaço que existia para promover o conhecimento da clientela se na que.

Na verdade, a memória institucional nasceu desse dessa desvinculação dos documentos ãh para cada área nos seus núcleos de comunicação e informação.

O que resultou quando des desmembrou? Como eu disse, u, toda a documentação, todas as publicações de informática foi para a área de informática, de saúde para a área de saúde, a de comunicação para a área de comunicação.

Então nós tínhamos assim todos os relatórios anuais desde o primeiro de mil novecentos e quarenta e seis, nós tínhamos todas as resoluções desde que elas começaram a ser encadernadas em

Depois nós temos a Diretoria Regional, E as superintendências e depois todas as gerências. Então, nós tínhamos um volume muito grande desses documentos das atas da reunião de conselho, nós tínhamos muitas apostilas e publicações que o próprio se na que desenvolveu como recurso de ensino, nós tínhamos audiovisuais, nós tínhamos slides, nós tínhamos algumas caixas com fotografias de atividades que o se na que já tinha desenvolvido lá nos anos cinquenta E o que fazer? Muitas ,matérias de jornais recortadas, né, que hoje a gente chama e é conhecido como clipagem. E assim, uma série de outros documentos em vários suportes, discos, nós tínhamos os discos da antiga Universidade do Ar,

Então, nós tínhamos a coleção de disco completa da Universidade do Ar, e ãh nessa época, com essas mudanças,

E ela falou, olha, isso aqui tudo é história do se na que São documentos que a gente guardava e relatórios anuais e a gente busca isso.

Ele fez isso mais ou menos em setenta e oito, setenta e nove, mais ou menos quase começo dos anos E assim, aí surgiu, eu falei, olha, e se a gente apresentasse para a gerência um projeto de manter uma memória? E nessa época eu já tinha lido alguma coisa sobre a questão de de memória, aí eu fui fazer um curso na na antiga Light, que era a Eletropaulo, que eles já tinham um centro de memória, e comecei a ler alguma coisa a respeito, e através da consultora que estava desenvolvendo esse trabalho, de alteração da coordenação, a gente apresentou essa ideia de se ter um projeto. Aí eu redigi esse projeto, foi apresentado para para a gerência, que por sua vez deve ter apresentado a diretoria, e passamos a ter esse espaço.

e tentar, na medida do possível, sistematizar uma coleta na rede de tudo que era produzido para a gente começar a estruturar a história do se na que. E assim, foi bem interessante porque isso foi é... em noven

Então, ãh... até para firmar essa área e para fazer uma divulgação e fazer com que, é... disseminasse essa informação em toda a rede interna e para o público externo também, de que o se na que tinha esse espaço, que a gente estava sistematizando essa área,

Então, em noventa e cinco, a gente ficou envolvida com o trabalho de levantar uma cronologia do se na que, porque nós não tínhamos isso pronto, de buscar ações que foram pioneiras e que foram diferenciadas na formação profissional, na própria educação, porque o se na que até início dos anos setenta, ele ainda mantinha o ensino regular. Então, o objetivo foi ter um produto que, de alguma forma, contasse um pouco dessa história, de um... assim, não como um livro pesado, maçante, mas que fosse alguma informação diferenciada, uma exposição.

E foi aceita, foi acatada a ideia, apresentamos a proposta para a direção. E durante o ano de mil novecentos e noventa e cinco, nós gravamos depoimentos, fizemos cronologias, fizemos pesquisa histórica para levantar todas essas informações que hoje a gente tem já de uma forma um pouco mais...

Aí teve toda uma exposição que ambientava esse esse multimídia. Essa exposição percorreu depois por mais cinco anos, porque o se na que, quando ele iniciou suas atividades em Ele começou com a formação do Conselho Regional, depois começou a se, é... estruturar administrativamente com o diretor regional, com as divisões, naquele tempo era divisão de ensino e divisão administrativa. Hoje nós temos quatro subintendências, naquela época eram duas divisões.

Foram as três primeiras escolas de interior. Então, de noventa e cinco a dois mil, todas as as unidades do se na que estariam completando cinquenta anos, receberam a exposição e fizeram as atividades comemorativas de cinquenta anos, semelhante ao que está acontecendo agora. O se na que, o ano passado, completou sessenta anos, aí nós fizemos um livro, porque já tinha um conteúdo novo,

sobrevivendo, digamos assim, <laughs> porque nós mudamos de gerência, então a visão da gerência não era como espaço de relações institucionais, né, tanto é que ela voltou ano passado para a gerência de... comunicação e relações institucionais, Porque ela tem um um um papel de relacionamento institucional, tanto com o público interno como com o público externo. E, assim, na verdade, ãh... o principal objetivo é ampliar o Memorial Se na que, resgatar tudo o que é feito, manter e preservar. Né, então, a memória hoje tem que gerir todo o conhecimento acumulado pela organização, que esse é o nosso papel. E disseminar todo esse conhecimento para toda a rede, E para público externo também.

Quais eram essas ações inovadoras que você pode citar aqui? Desenvolvia, tanto na área social como...
Na na verdade, o se na que teve várias ações, ou que foram inovadoras, ou que foram aperfeiçoadas, né Eu acho que uma grande ação inovadora, e que foi assim, a pioneira, a primeira e grande,

Um, o se na que e ses que tinham acabado de ser criados por decretos federais,

Então, como levar o conhecimento, como preparar pessoas para a área de comércio, né, que era o comércio fundamental na época, ainda a área de serviços estava começando a se moldar, e isso aconteceu mais nos anos Então, como levar o conhecimento, como preparar essas pessoas para a área de comércio, se o se na que não tem condições, nem o ses que, de ter unidade em cada grande centro?

Então o ensino à distância foi uma forma de cobrir essa essa questão tempo e espaço. E o rádio foi assim, um achado, porque no final dos anos quarenta o rádio era o grande veículo de comunicação. Era ele que levava informação, conhecimento a todo lugar. Então o se na que aproveitou dessa infraestrutura que já existia, que era o rádio, e montou um curso que era desenvolvido pelo rádio. Então foi muito mais fácil administrar, porque cada cidade tinha um núcleo receptor. Então o se na que fornecia um aparelho de rádio, que era levada até a cidade, lá a... o próprio pessoal do sindicato, da associação comercial, ou mesmo às vezes até um diretor do do colégio local, elegia um professor que tivesse conhecimento, né, nessa área, para estar ouvindo as aulas junto com os alunos e depois replicando essas informações, fazendo exercícios, ou depois tinham as provas, né, desenvolvendo as provas. Então, eles chamavam, eram professores assistentes. Então, no primeiro ano, o se na que atendeu mais de duzentos municípios. além onde ele tinha as unidades fixas, que eram ao todo, na verdade, no interior, devia ser em torno de seis ou sete. Na na verdade, em quarenta e sete, ele tinha só três unidades no interior. Depois, nos anos seguintes, passou Então, eu acho que isso, assim, eu considero que foi, sabe, um pioneirismo, né? Que depois foi num crescente, depois passou a ter também a aula ãh pelo rádio casada com as lições que era feito por correspondência. E isso foi uma ação que aconteceu até no início dos anos sessenta Ela, na verdade, foi encerrada em sessenta e dois, porque aí o se na que já tinha uma rede maior E também já tinha, a as, já estava começando com algumas equipes móveis, né, porque quando a Uni Forte foi estruturada, o se na que já tinha algumas experiências de unidades móveis, com cursos de datilografia, com cursos de cabeleireiro, que eles chamavam equipes volantes, eram unidades volantes. E depois acabou estruturando, em setenta e três, a Uni Forte, já como uma unidade específica para desenvolver mesmo Tanto é que a Uni Forte chegou a ter mais de setenta orientadores de unidade móvel. Então eram equipes multiprofissionais que iam até as cidades desenvolver cursos específicos.
Então você participou, a gente pode dizer que você é uma memória viva da memória que o se na que tem.
É, na verdade, por conta de todo esse trabalho, né, são praticamente doze, treze anos de trabalho de buscar informações, de procurar conhecer o se na que, de levantar, como você disse, essas ações. Então, assim, o se na que, além do ensino por correspondência, O se na que também, eu acho que ele contribuiu muito, ãh, na área de informática, início dos anos setenta, o se na que já implantou cursos de computadores, onde existiam os computadores de grande porte, o se na que já estava preparando o programador de computadores, ãh... Eu acho que a questão também de idiomas, né, o se na que sempre primou por ter, desde o seu primeiro curso, o ensino de línguas. Na verdade, ãh, os cursos voltados para aspirantes de comércio e e aspirantes de escritório, né, e e os cursos que eram praticante de comércio e praticante de escritório, que foram os primeiros cursos criados para para os menores, o se na que já tinha o idioma inglês e o idioma francês. que como o ensino regular era obrigatório, latim ou uma língua estrangeira, o se na que também tinha.

Aí o se na que criou todo um processo de dramatização das aulas, né, para que a aprendizagem fosse melhor. Então, assim, o se na que sempre procurou ter espaços, laboratórios que facilitassem a aprendizagem. Outra coisa que foi criada também ainda no final dos anos quarenta foi a loja modelo, depois já no comecinho dos anos cinquenta, escritório modelo, que era o que nós podemos chamar hoje de um grande laboratório. Então a loja modelo era um espaço onde os alunos praticavam o que aprendiam em sala de aula. Então, era um espaço, era montada uma loja na unidade com equipamentos de eletrodomésticos que o próprio comércio doava, ãh, os próprios conselheiros doavam, às vezes o se na que comprava alguns materiais, a gente lendo as atas de conselho que foi deixada uma verba para comprar material e equipamento para ser vendido nas lojas. Então, os alunos faziam a prática, né, de toda aquela teoria que eles tinham. Então, eu acho que tudo isso, né, é... que aí o se na que nessa época aplicou algumas metodologias de ensino que eram usadas na Suíça, então vinham profissionais da Suíça para trazer essa inovação. Então, acho que o se na que teve sempre essa preocupação de estar à frente do que o profissional precisa, em termos de conhecimento, para melhor prepará-lo para o mercado.

Dessa desse desse dessa linha de tempo. O que mais? Além da velocidade do ar, você contaria que a gerência de desenvolvimento social desenvolveu como algo que você, na sua percepção, destacaria para para contar também.
Na área social... Olha, eu acho que o próprio trabalho da Uni Forte, eu vejo assim, não sei se eu eu sou suspeita em falar, porque eu era muito apaixonada por isso, né? Mas o fato de você ter equipes móveis com multiprofissionais que iam lá preparar as pessoas, né? No sentido de melhor , é... ajudá-las a resolver os seus problemas sociais, né? no sentido de de fazer com que elas encontrassem outras oportunidades, que saíssem do caminho informal onde elas estavam, que as preparassem melhor. Eu acho que isso é muito rico. É, é, eu acho que é um destaque da responsabilidade social do se na que. O sentido de de preparar pessoas para que essas pessoas fossem multiplicadoras. Então, você está preparando alguns profissionais para que eles ampliem esse leque. Então, você vai num crescente, quer dizer, você começa a atingir um volume muito maior de pessoas. Então, ãh ãh a Uni Forte realizou muitos trabalhos, começou ainda nos anos setenta, os trabalhos de informação profissional, que era levar para o menor o conhecimento das profissões que existiam, de prepará-los para que ele tomasse uma melhor iniciativa e optasse pela profissão mais adequada. Então, tinha os balcões de informação profissional, onde eles recebiam, é... nesses espaços, era criado um balcão mesmo. Então ali tinha informações sobre todas as profissões da área de comércio, serviço, indústria, seja lá qual ela fosse, com uma síntese do que fazia o profissional. Existiam as feiras de informação profissional, onde tinham palestras, onde tinham debates sobre todas as profissões, se fossem as profissões de nível superior, as profissões de formação técnica. Então ãh se na que sempre teve essa preocupação de levar o conhecimento, né, e através da Uni Forte, principalmente e também lógico de outras ações da rede, porque agora nos nos anos noventa as ações sociais também passaram a ser desenvolvidas pelas unidades da rede. Isso foi ampliado e repassado, até porque nos anos noventa a área social do se na que, ou Educação Comunitária, ela passou a ter um cunho de especializada e todos os seus produtos e serviços também foram repassados para que a rede também desenvolvesse, toda a rede de unidades, e hoje nós temos em torno de sessenta unidades em todo o Estado, que também desenvolve os programas sociais. Então, isso é fundamental, é, estar toda a rede empenhada e desenvolvendo um trabalho, né, que faz com que o se na que reforce esse seu papel de responsabilidade social.

Olha, em termos de contribuição, você fala para esse crescimento, para para contar, eu acho que é resgatar mesmo tudo o que o se na que fez. Porque eu acho que o se na que tem muita coisa ainda para ser resgatado. Acho que a gente está no comecinho da da Dessa dessa dessa ponta desse iceberg aí. Porque o se na que tem muitas ações que não estão registradas num num documento formal, né? E que a gente também tem buscado e vai vai resgatando através de depoimentos das pessoas. Aí o depoimento de uma pessoa que leva uma outra pessoa, então a gente acaba formando uma corrente no sentido de resgatar essas informações para reescrever a história do se na que Porque eu acho que muito do que o se na que fez, atuou, desenvolveu, não ficou registrado ou se perdeu os registros.

Tem muitas histórias. Nós que já realizamos alguns depoimentos, né, na verdade até temos pouco, temos vinte e seis depoimentos gravados no acervo. E assim, cada um destaca um um diferencial. Ficaria difícil dizer que mais que a gente poderia ter.

Desse trabalho da da Uni Forte, nós perdemos muito, porque todos os registros das ações da Uni Forte, se perderam. Então, todos os relatórios das cidades atendidas, com os trabalhos que foram realizados, os cursos, o volume de de pessoas que foram atendidas, isso se perdeu. Foi um registro que eu participei da da sua guarda, né? E depois da minha saída da Uni Forte, dessas mudanças todas, mudança de de local físico, mudança de de gerência, de de pessoas da própria gerência, eu sei que essa documentação acabou se perdendo. Até hoje eu não consegui resgatar, não sei se foi para algum lugar, se alguém guardou, porque as pessoas às vezes acabam ficando com alguns documentos com medo de que ele se perca, que ele... seja realmente descartado, então ela acaba aguardando com ela. E um dia você fica sabendo que alguém tem um documento assim ou assado. Então, eu acho que dessas ações todas, ãh, principalmente essas ações da Uni forte, hoje a gente não tem muito para relatar, pelo menos desse período, desde a criação, né, Talvez noventa, a gente perdeu muito desse conteúdo. Então a gente sabe que aconteceu como eu vivenciei eu também consigo, né, é compor alguns textos sobre isso sobre essas experiências, mas ainda acho que precisamos resgatar e tomar o cuidado, né ,que, é, até no meu planejamento desse ano, que já já está pronto já foi até encaminhado uma preocupação foi de fazer com que as pessoas da organização, assim foi um ponto que eu chamei a atenção, se preocupem em explicitar o seu conhecimento de alguma forma, porque Quer queira, quer não, tudo bem, os veículos estão aí, né, a tecnologia avança incrivelmente, temos internet, intranet, mas eu que estou do lado de cá, tentando preservar e gerir todo essa, esse conhecimento, ele é tão volátil, quanto u... u que é gerado. Na verdade, o digital é muito volátil e e está se perdendo a história da organização. A gente não está conseguindo registrar tudo o que está acontecendo. A organização é ampla, né, hoje ela atua com o ensino superior, ela atua, continua com a formação técnica, ela atua com programas abertos, ela atua na área social. Então, ãh, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de começar... a fazer com que esse rico conhecimento gerado a cada dia esteja explicitado de alguma forma num documento mais concreto. Porque a informação está muito volátil e ela está se perdendo a cada dia. Então a gente precisa ter o cuidado de registrar isso para não se perder.
E que registro você contaria agora, é... dos relacionamentos que você cultivou nessa sua trajetória de
Como foi o meu relacionamento? na verdade ãh o relacionamento com as pessoas até por estar fisicamente afastado um pouco da administração regional e eu falo que é muito difícil , né, a administrar em termos de de documentação de conhecimento a extensão geográfica do se na que Porque aí você imagina em torno de sessenta unidades espalhadas em todo o estado, você tentar estar próximo dele. Então o relacionamento hoje tem sido muito através de e-mails, que é assim o maior volume de relacionamento, ãh... telefonemas. E, assim, em termos de de encontros pessoais, acabou ficando, esse contato pessoal acabou ficando um pouco distante, perdido. Então, normalmente os contatos é e-mail e telefone mesmo.
Quais pessoas você você contaria para a gente, contaria para história. Pessoas que você encontrou, que você se relacionou, histórias que você lembra, que marcaram essa sua trajetória profissional? Quem você... quem são as pessoas que colaboraram, é, com você, nessa sua grande
Ai, são vinte e oito anos de história, né? Então, tem muitas pessoas que passaram pela minha vida, eu acho que passei pela vida também de muitas pessoas. E se eu for pontuar, eu teria que falar de muitas delas. Eu não sei, assim, é... se esqueceria de alguém. Eu acho que pecaria se eu deixasse de citar alguém. Mas, ãh... eu sempre procurei me dar bem com as pessoas, me envolver com elas, e assim, eu tenho uma afetividade muito grande. Aliás, eu acho que às vezes eu me envolvo até demais no afetivo, que quando algum colega saía, ou por vontade própria, ou por demissão, por algum motivo, isso sempre me abalava, né? Talvez até... pelo meu jeito de ser, pela minha educação, ãh, pela minha busca talvez até de segurança, uma certa estabilidade, eu estou há vinte e oito anos na na mesma empresa. Ou talvez por amor, por paixão, acho que um pouco de tudo, né, na verdade um pouco de tudo. Mas teve tantas pessoas que que passaram, que marcaram, citar nomes assim... Não sei se seria viável, né? Porque eu deixaria sempre alguém de fora e essa pessoa poderia ficar um pouquinho magoada comigo. Mas mas tem um volume grande de pessoas, tem... Na verdade, assim, quando eu entrei no se na que, na área administrativa só tinha uma mulher, que era a Sandra. E todas as equipes eram formadas por homens. Então, todos os docentes eram homens. Até porque, você imagina, as equipes saíam, quatro, cinco profissionais iam para uma cidade. Né, então, naquele tempo, apesar de já anos setenta, não era muito comum as mulheres saírem viajar com uma turma de homens. E para os homens também, enquanto essa coisa de... de moral, de família, de respeito, era ainda, né, não tinha essa essa visão. Socialmente falando, existiam algumas restrições em quanto a isso.
Então, quem eram os profissionais?
Os docentes? Olha, nós tínhamos docentes de várias áreas, né, porque a gente tinha equipes multiprofissionais. Então, nós tínhamos profissionais que eram cabeleireiros, nós tínhamos profissionais que eram pessoas com formação na área de cozinha, né, nós tínhamos profissionais da área de administração. Normalmente o pessoal da área de beleza, da área que hoje a gente chama de hotelaria ou gastronomia, naquele tempo era hospitalidade. Então os docentes de hospitalidade, normalmente era o pessoal que ainda não tinha curso superior, mas tinha um grande conhecimento e e uma grande experiência de beleza também. A área de administração o pessoal já tinha curso superior. Aí a administração entrava desde parte de escritório, contabilidade, é... secretaria... ãh... Nós tínhamos o pessoal de decoração, alguns até tinham curso superior, outros não. Alguns que já tinham feito arquitetura, enfim. Então, que trabalhava com a área de decoração. Mas nesse tempo também não era exigido assim que tivesse uma formação superior, mas que tivesse um grande conhecimento na área, fosse um grande profissional. E que tivesse facilidade, domínio de de se colocar numa sala de aula, de passar o conhecimento, enfim. Aí tinha todo um um trabalho de seleção que era feito. Então essas equipes eram formadas por profissionais de diversas áreas, então para cada cidade normalmente, é... a Uni Forte sempre tinha um carro, de cada equipe tinha um carro, onde ia desde lavatório de cabelo, a panelas, a cremes de beleza para os cursos de cabeleireiro, as apostilas da área de administração, enfim, a equipe montava todo um arsenal e levava para campo. Máquina de escrever, mimeógrafo, naquele tempo era o mimeógrafo à tinta ainda, que era para fazer provas, rodar apostilas, enfim, fazer cartazetes. E aí uma pessoa da de área de administração e uma pessoa da área de beleza, uma pessoa da área de decoração, uma pessoa da área de cozinha, de hospitalidade, e aí a equipe se instalava na cidade, fazia divulgação dos programas, sempre, como eu disse, em parceria com a prefeitura, com o sindicato, com a sessão comercial, que cediam espaços, espaços em colégios, no salão paroquial, enfim. Então as equipes se montavam, ficavam instaladas normalmente num hotel, E desenvolvia lá seus programas no período de um a três meses, que era o prazo que normalmente eles ficavam numa cidade.
Então, se a gente pode dizer que a área de desenvolvimento social começou com a Uni Forte, aí foi para o Centro de Comunitário de Trabalho, depois a especializada, que é o Centro de Tecnologia e Gestão do Terceiro Setor, e hoje, se você fosse completar essa história,

Então, hoje nós temos as gerências de desenvolvimento que são responsáveis pela criação desenvolvimento, né, e acompanhamento desses programas em áreas específicas. Então hoje nós temos uma gerência que direciona e toda a rede desenvolve, toda a rede está envolvida na verdade. Eu acho que desde o início dos anos dois mil, a rede começou a ser envolvida com programas específicos, voltados à questão do terceiro setor, que é hoje uma das áreas de atuação do se na que.
Desse... trabalho que você tem de contar a história, a memória que o se na que tem, você conseguiria visualizar uma característica, um diferencial dos profissionais que atuam diretamente com a área social do se? Você acha que tem algo que os diferencia dos demais docentes, das demais áreas?
Olha, eu, assim, eu eu tenho, como eu disse, não muito contato com as pessoas profissionais hoje, até porque, geograficamente falando do se na que, ah, As suas diversas áreas de negócios e as suas diversas ações, é é difícil conhecer um pouco mais o perfil, né, do seu pessoal. Mas hoje, a formação, com certeza, acho que dos profissionais em geral que atuam no se na que, ela é diferenciada. Ela teve, claro, uma evolução muito grande, né. Se lá, por exemplo, na área social, se você tinha profissionais que tinham uma formação específica para trabalhar e para desenvolver um curso de de cabelo, um curso de maquilagem, um curso de cozinha, um curso de de secretária ou um curso de auxiliar de escritório, hoje o perfil desse profissional é outro. Hoje ele tem que estar muito mais preparado, hoje ele tem que ter uma formação maior. Eu acho que o pessoal que atua diretamente com a área social também tem que ter uma outra visão, uma outra experiência e um outro conhecimento. Ele tem que estar ligado no no aspecto social não só da sua cidade, do seu estado, do próprio país e acho que do próprio mundo. Ele tem que ter uma formação direcionada para isso. Você fala assim, ah, tal empresa está desenvolvendo um trabalho social. Ela tem que ter os profissionais preparados para isso. Como é que ela vai desenvolver um trabalho social se ela não tem uma pessoa que conheça o que é o social, que tenha realmente até uma formação, é... não precisa ser especificamente em ciências sociais, sociologia, mas que tenha uma formação semelhante e que tenha uma preparação também, né, uma preparação de estar trabalhando com as organizações, ela tem que ter um preparo maior, com certeza isso é necessário.

Nós estamos entrando no momento final da da entrevista e eu queria que você agora falasse um pouquinho mais, para finalizar, a importância que você acha que tem hoje a memória social para o se na que, essa memória institucional para o se na que também, e depois falasse um pouquinho de você. Quais são os seus projetos de vida? sonho, ou dentro dessa própria área que você atua, que você resgata a história de pessoas e de ações é, na verdade, assim, a memória coorporativa
se na que, eu acho que ela é muito importante. Talvez o se na que, assim, e a própria organização, as pessoas da organização, não tenham a dimensão da sua importância. como eu falei eu sou suspeita porque eu tenho uma paixão imensa pela própria organização então tudo que diz respeito a ela para mim é importante, né, eu tento guardar resgatar e comentar e mostrar por outro lado eu acho que a minha área Ela é um suporte, né, para comunicação, para relacionamento, seja interno ou seja externo. Acho que a gente tem que estar lá para subsidiar isto. Até para que as áreas hoje nas quais o se na que atua conheçam um pouco como foi a sua história lá atrás, como foi o seu crescimento, a sua evolução. Por que é isso hoje? A gente também tem um passado. Hoje eu sou o que sou porque eu tive toda uma série de ações e de conhecimentos. A empresa também. ãh... o se na que hoje é um centro universitário. Quer dizer, a tendência é ampliar mais ainda as suas ações, é crescer cada vez mais. Ele não pode perder esse fio da sua identidade, da sua marca, da sua cultura. Eu acho que é na memória que que você resgata isso, né, que você faz com que isso aconteça. Em relação ao trabalho social do se na que, eu acho que também precisa ser resgatado. Como eu te falei, a gente perdeu muito de informações, informações que eu falo, porque você tem fontes, né, para você constatar, para você... Não adianta, assim, você só... Saber que aconteceu se você não registrar. A memória ela tem que ter o seu registro, seja impresso, né, em documentos impressos, né, seja através de depoimentos orais, que é um trabalho muito rico, onde você, as pessoas falam daquilo que aconteceu efetivamente e contam ãh... a o lado real E também o o o que aconteceu para chegar aquilo, que às vezes os documentos não relatam. Então, as histórias das pessoas complementam as lacunas que você não sabe por que uma ação chegou a acontecer. Por que isso aqui foi decidido? Foi decidido porque aconteceu uma série de coisas que levaram lá. Então, na na verdade, essas lacunas que ficam é através de um resgate oral, de um depoimento, que você preenche esses espaços. Então, eu creio...
Você contava da importância da memória institucional do se na que, desse resgate de histórias de pessoas.
Então, ãh... como eu disse, é muito importante, né, você não ter só a história documentada, como você também ter a história contada pelas pessoas, porque preenche muitas lacunas. Então, por que chegam a deter determinadas ações, o que levou àquela decisão, que no documento, formal, você tem a decisão pronta, mas o que levou a tomar aquela decisão? quais foram os caminhos percorridos? como se chegou lá? Então esse resgate de você ter depoimento das pessoas, é muito rico, né, no sentido de que ele vai preencher lacunas e vai ajudar a contribuir com com aquela história, porque às vezes você tem um documento e não sabe Por que ele foi gerado? O que causou aquela decisão? E você tem todo depois um um conhecimento através da história das pessoas que dá esse direcionamento, né, e que realmente faz você entender aquela ação, aquele pedaço daquela história, da trajetória da própria organização. E tem algumas ações que elas não são registradas em documentos, que nem o papel social do se na que, né, o seu papel de responsabilidade social, as suas ações sociais. Nem sempre, e assim, pelo que eu percebo, a maioria das vezes, isso não está registrado. nos documentos oficiais. Então, eu acho que, você, se for possível ter o resgate através de depoimento das pessoas, se as pessoas contarem o que aconteceu, como é que elas foram beneficiadas, o que isso contribuiu, eu acho que enriquece muito a história da organização. Eu acho que ela vai fechar... uma situação, né, e valorizar aquilo que foi desenvolvido. Então, eu vejo como muito importante, tanto é que a própria memória tem alguns depoimentos já gravados, gostaria de ter um volume muito maior, mas, assim, por uma série de de necessidades e prioridades da área, a gente acabou ainda não, não concluindo e não dando continuidade a esse trabalho. Mas eu espero que a gente ainda retome e passe a ter aí também todo um trabalho de resgate oral que ela vai fundamentar tudo aquilo que nós temos em termos de de de documentos primários, né, que são os relatórios, as atas e vai dar um fecho, porque que aconteceu, como aconteceu, qual foi o caminho, porque daquela decisão, então acho que isso é muito importante. Que história que não foi contada que você gostaria de contar essa memória? que história que não foi contada... Olha, acho que na na verdade a gente procurou pensar nesse período todo, né, das ações que o se na que fez, sempre procurando mostrar um pouquinho de de de cada ação. Mas acho que ainda deve ter muita ação que o se na que já realizou e que a gente não tem registrado nos livros, E que a gente poderia ter, ãh, dependendo do período, a gente não tem nem mais as pessoas vivas, né, para nos contar essa história. Por isso que eu falei que a gente tem que ter um cuidado ai de começar a retomar os depoimentos para que a gente não perca essas histórias. Então, pode ser que já tenha aí muitas ações do início da atuação do se na que que foram perdidas, porque não temos mais as pessoas. Eu acho que a gente teria talvez que retomar ou ampliar um pouco mais alguns conteúdos de outras ações que o se na que fez. Assim, do que ele fez que não foi contado... Não sei assim, se teria alguma coisa, de momento, eu eu não lembro. Porque, como eu falei, a gente sempre pensou um pouquinho de de de cada informação, né, procurando traçar essa cronologia. Pode ser que até tenha coisas aí que a gente ainda não tomou conhecimento.
Mas é uma coisa sua, né, que você falou, puxa, isso seria algo que ainda não contamos e que um dia eu gostaria de contar.
Na verdade, assim, tem tem uma série de coisas que eu gostaria de aprofundar. Hoje, eu acho que ainda o trabalho de pesquisa histórica da memória, ele é muito pontual para atender algumas solicitações específicas de áreas, de pessoas, de interesses, é... prioritários e, assim, de um... de um atendimento mais rápido. Então, assim, eu gostaria de pegar algumas ações que já estão, é, pinçadas nessa história e aprofundar, né. Por exemplo, você pega aí uma ação do se na que, sei lá, um um centro de autoestudo. Um centro de autoestudo foi uma modalidade de ensino do se na que, onde as pessoas iam para esses espaços e lá elas estudavam sozinhas, só tinha é, uma pessoa que orientava, que tirava dúvidas. Então, acho assim que... Tem mais informações. Por que que o se na que... Assim, porque, na verdade, o Centro de Autoestudo era meio que o Aprender a Aprender, que era uma modalidade de aprendizagem. Então, por que disso? Por que você tomou essa decisão? O que levou... a ter esses espaços, como é que foi isso, em quanto eles existiram. Então assim, dá um mergulho mesmo. Então acho que tem uma série de de de fatores, de ações que o se na que desenvolveu, que a gente teria que dar um mergulho para buscar os porquês, todas as causas, contar só o que foi, eu acho que fica pobre, fica empobrecido. Então você tem que buscar todas as causas e quais foram as consequências. Que o se na que também tenha uma coisa assim, ele começa alguma ação, simplesmente ela deixa de existir, passa-se a ter outras e outras. Então, assim, por que deixou de existir? A gente também tem que finalizar, qual foi a consequência? Deixou de existir por quê? O mercado não solicitava mais essa profissão, esse profissional? Ou surgiram novas metodologias de ensino? Enfim, o que aconteceu, né? para que o se na que deixasse de ter. Então, assim, eu acho que está faltando o elo, que é um trabalho que esse eu gostaria de fazer, está vendo? <laughs> pegou <laughs> no ponto que você queria. Era traçar um paralelo da atuação do se na que com a evolução e crescimento de comércio e serviços.

Inclusive até pessoas do exterior, da Argentina, Uruguai, vieram para fazer um curso desse. Então, assim, você vê que que tem muita coisa importante. Por que criou o curso? Mas criou com alguma finalidade, né, porque não existia esse profissional e era necessário. Então, assim também como o curso de prótese tinha uma procura muito grande, enfim. Então, assim, teria que dar esse mergulho, trazer à tona as ações do se na que e complementar com o cenário. da época, o que era a profissão, como, qual era o interesse. Então, esse eu acho que é um trabalho realmente, é, fundamentado e muito rico, né, porque aí você vai falar do se na que, da sua atuação, da formação profissional, da sua ligação com o mercado, aí você começa a a a entender o porquê de algumas profissões passaram a existir, porque outras se extinguiram, porque o se na que ampliou sua atuação, quer dizer, aí você começa a ter um todo. Então, assim, é, eu não gostaria de sair do se na que sem ter... esse elo de ligação e fazer essa esse trabalho mais aprofundado de ligar a atuação do se na que à evolução e crescimento da área de comércios e da área de educação, porque o se na que contribuiu muito também, mesmo com o ensino regular, a inovação no ensino regular, com as suas metodologias de ensino, com seus laboratórios muito bem aparelhados e preparados, enfim. O se na que chegou a ter, ãh, um órgão que desenvolvia treinamentos para as próprias escolas de comércio da época, em termos de metodologias de ensino, ele transferia suas metodologias de ensino para as escolas de comércio. Enfim, tem tem bastante coisa ainda para contar e fazer

Que memória, que história não poderia deixar, é, de existir, que você nunca deixaria de contar no seu livro de de memórias pessoais?
No meu livro de memórias pessoais... Aí, são tantas histórias, né, que a gente tem de vida... Na verdade, acho que eu sempre vou valorizar meu pai e minha mãe, né, eu acho que eles foram fundamentais na minha vida, na minha evolução, no meu crescimento, no meu conhecimento, e apesar que o papai era hiper, super severo, que além de ser professor, ele era um pai daqueles militar mesmo, que você não podia sair no portão, tinha que estudar o dia todo, tinha que ler o dia todo, mas eu acho que eu devo muito a ele, né, em relação a isso. Eu acho que vale citar ãh, e que eu também acho uma das coincidências da vida,

Então, eu cresci também no meio de algumas lições , né, da da de cursos que o se na que, do curso comercial radiofônico, algumas lições impressas, algumas aulas impressas. Então, eu lembro quando criança eu cheguei a ter esse contato. Então, assim, papai e minha mãe foram muito importantes na minha vida. A mamãe, eu acho que ela tinha uma sabedoria muito grande, né? Uma visão de vida, apesar de não ter uma formação educacional, ela tinha uma, uma vivência muito grande de vida, então ela sempre me passou muitas coisas boas, muita experiência, ela parece que sempre enxergava bem além de de mim, mesmo adulta, e hoje eu sinto muita falta da minha mãe, tem hora que eu queria tanto um colinho, <laughs> mas infelizmente já não é mais possível, mas eu acho também que ela enriqueceu sempre muito a minha vida. Meus irmãos também tiveram sua grande parcela, O que de mais rico para mim, e acho que para quem é mãe, o filho é fundamental, né. Eu que tive a oportunidade de ter uma filha só, então para mim ela é de uma importância muito grande. E ela sempre foi a razão da minha existência. Como eu disse, eu fiquei viúva muito cedo, ela tinha onze meses de idade. Então, ela passou a ser o meu foco. Espero que eu não tenha sufocado tanto por tê-la como uma principal razão do meu viver, né. Então, ela é muito importante, muito fundamental, jamais... Ela deixaria de fazer parte da minha vida. Hoje ela está distante fisicamente, mas acho que o grau de importância só aumenta a cada dia. Né, Você acha que os filhos crescem, eles vão criar asas e você vai viver sua vida?

Você fica sempre vinculada a eles, não tem jeito. Então, acho assim, de... De escrever minha história, eu teria muitas coisas para narrar, né, do meu nascimento e os meus pais, que eu acho que foram importantes, os irmãos que eu tive, cada um um relacionamento diferente, uma experiência juntas ou separadas bem diferentes. E, de importante, o meu casamento, a minha filha. E meu trabalho, né, que eu acho que aos vinte e oito anos na mesma empresa, também tem uma riqueza muito grande, por um lado. Talvez não me proporcionou conhecer novos horizontes, ter outras experiências profissionais, mas, por outro lado, foi muito gratificante. E eu acho que hoje o fato de eu estar há tanto tempo na empresa contribui muito Para o próprio memorial, né, para a preservação do próprio memorial, porque eu participei e eu consigo também contribuir com o conhecimento da minha vivência.
Você gostaria de contar algo que eu não te
Nossa, eu falei tanto que eu <laughs> cheguei a comentar tudo. Eu não sei se você quer saber alguma coisa mais específica que eu não tenha comentado ou tenha fugido a sua pergunta, que você queira que eu registre. Mas acho que, de maneira geral, eu consegui passar um pouquinho do que eu vivi nesses anos todos na organização e o pouco que eu ainda conheço dela.
Como foi para você participar dessa entrevista, poder contar ãh... agora, na história pública, a sua história, a história que você tem dessa trajetória com o se na que, Como
Não, foi uma experiência gratificante, foi gostoso. Eu cheguei aqui, assim, uma apreensiva. Falei, ai, o que eu vou dizer? O que que eu vou contar? Por onde eu vou começar? Eu não vou conseguir falar nada. E, de repente, eu vejo que a gente já está, assim, avançou em algumas horas, né, de tempo. E, assim, se eu fosse contar ainda, talvez teria muita coisa para relatar, ou talvez um nível maior de detalhamento. Mas... Para mim foi muito bom, foi uma experiência gostosa. Eu acho que é importante a gente deixar registrado, né, e se as pessoas tivessem este hábito de realmente registrar o que fazem, o que aconteceu, o que participou, eu acho que isso enriquece a a não só a história das empresas, mas a história das comunidades e a história do próprio país. E a gente sempre comenta e e e comenta mesmo que esse país não tem memória e realmente não tem por conta disso, né, porque as pessoas não têm o hábito de registrar tudo o que acontece e as pessoas não têm o hábito de retomar aquilo que aconteceu. Então, eu acho importante que qualquer que seja o registro, né, um documento impresso, um livro, uma revista, um jornal, uma gravação, um filme, uma foto, eu acho que tudo é um documento. Tudo isso enriquece a história de vida de cada um e, consequentemente, a história de vida do próprio país e do próprio planeta Terra.

Eu tenho certeza que a sua história vai enriquecer muito a nossa proposta de contar a história da da das ações sociais, principalmente as ações sociais do <laughs> acho que ainda você tem muito para colaborar com a sua experiência, com o seu saber. Muito obrigada e aguarde o contato que a gente <laughs> ainda vai conversar bastante sobre a sua atuação.
Ok, eu agradeço o convite, espero realmente que o que nós conversamos aqui tenha, de alguma forma, um conteúdo novo que possa enriquecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo.